Eu queria que você dissesse o seu nome completo. A sua data e local de nascimento, o nome dos seus pais e onde eles nasceram. Tá

Nasci em Belmonte, Bahia. Meus pais também são da Bahia. Minha mãe, meu pai. Meu pai é de Itapebi e minha mãe de Belmonte também.
Que data você nasceu?

Vamos começar, então, pelo próprio nome Mineia e por outros nomes de família que são talvez curiosos.
Então, essa é uma história até engraçada do nome né, porque eu já repeti essa história várias vezes né, inclusive eh no projeto de memória, que as pessoas tinham curiosidade em saber por que Mineia. E, na verdade, eh segundo a minha mãe, a história que ela contou, a escolha do nome, porque ela escutava uma novela Passava uma novela, na na verdade não passava né eh Eles escutavam porque nessa época não tinha tê vê E era uma novela egípcia Aí tinha a Princesa Mineia e o Príncipe Radamés Então ela gostou gostou muito do nome e escolheu esse nome para mim Particularmente eu gosto muito
E você tem irmãos que também são nomeados de acordo com esses personagens dessa novela?
Na verdade, eh meus irmãos todos têm o nome com a letra eme. Todos começam com a letra eme, mas a única que tem o nome meio parecido, que eu não tenho muita certeza se tem a ver com a novela, é a minha irmã mais nova, que se chama Mábia. Mas os meus outros irmãos todos são com a letra eme. Nós somos em nove irmãos.
Mas como a sua mãe está aqui conosco, a gente pode perguntar a ela se a nova ah a mais nova também tem a ver com a novela.
Tem com a África. Com a África? Descendente da avó, da bisa delas.

A minha avó, a mãe da minha mãe era africana. E né e esse Mábia, ele é africano né. E aí, por isso, eu coloquei o nome de Mábia.

Bom, agora hum eh vamos falar um pouco de Belmonte, onde fica, que lembranças você tem da cidade, se você voltou lá, com que idade você saiu, tudo.
Tenho pouquíssimas lembranças de lá. Eu vim para cá, para São Paulo, na verdade, eh com uns Com nove anos, né? Eu havia falado sete, mas depois eu averiguei com a minha mãe com nove anos. Então eu não tenho, assim, muita lembrança. Me lembro de pouquíssimas coisas, que é... Que a gente morava perto do de um rio que se chamava... Jequitionha. E aí a gente... Eu lembro que a gente brincava na nessa beira do rio. Então eu tenho pouquíssimas lembranças. Lembro dos pés de oitis, que é uma frutinha, uma fruta meio... Quando ela está verde amarga, a gente pegava para comer e aí não conseguia terminar de comer e brin fazia brincadeira de jogar um no outro. Mas eu tenho pouquíssimas lembranças desse dessa dessa passagem lá em Belmonte, porque a gente veio para cá, a gente migrou para São Paulo, então não tem não me lembro muita coisa, assim.
E essa migração foi determinada por que fatores? Hum
Na verdade, por melhoria de vida né, porque foi uma época em que todo mundo estava saindo, acho que todos os nordestinos migrando das suas cidades para São Paulo em busca de me de emprego, de uma melhor condição de vida. E e aí vieram primeiro com uma uma irmã mais velha veio a primeira irmã mais velha, que se chama Maria da Ajuda, né ela veio morar, com a com a minha família, com os com as minhas tias, com a minha avó. Depois veio mais duas irmã dois irmãos e depois a minha mãe né foi buscar toda a família, todo o restante da família para morar aqui.
Mas o teu pai não veio nesse... Veio junto também.
Meu pai também veio junto. E Só que... Desculpa.
Ele trabalhava em quê?
Ele trabalhava como marinheiro, que é... Minha mãe fala que é marinheiro de... De Barra De Barra Fora, isso mesmo, esse negócio aí. Na verdade, era pegando eh acho pegando os peixes, fazendo entrega, né essas coisas. E
Mas ele, então, não tinha mais trabalho ou o trabalho não era mais... Essa cidade fica perto do mar?
É uma cidade marítima, Belmonte. Ela fica perto da na ver perto de Porto Seguro, eh Ilhéus, Canavieiras, Itabunas, tudo bem próximo.
Então, você não foi, você chegou a ir à escola em Belmonte?
Sim, frequentei a escola, mas eu não cons eu não me lembro de nada dessa fase da escola lá lá em Belmonte, não.
Mas você não foi alfabetizada em Belmonte?
Não fui alfabetizada lá, fui alfabetizada aqui.
Aonde você foi morar em São Paulo quando você chegou?
Carapicuíba. Fui morar em Carapicuíba, Zona Oeste de São Paulo. Na verdade, eles falam que é município, né? E eu morei lá por muito tempo. Na verdade, praticamente minha a minha adolescência inteira né, desde quando eu cheguei da Bahia para cá. Eu eh só mudei de lá tem mais ou menos doze anos, mais ou doze anos atrás. E eu sempre morei lá, estudei lá também. A minha trajetória toda praticamente foi em Carapicuíba mesmo.
Você chegou a falar a data do seu nascimento?

Muito bem. Então, onde você estudou em Carapicuíba?
Nossa, <laughs> a escola do bairro Jardim Ana Estela. Jardim Ana Estela. Jardim Ana Estela. Não me recordo muito bem o nome da escola, mas era Estela, Jardim Ana Estela. Só tinha essa escola que era a mais próxima de casa, hoje já existem outras que eles construíram lá pertinho, mas eu estudei nessa escola, tanto eu quanto meus outros irmãos também, todos passaram por
Essa escola é pública ou é

É escola pública. É escola
E lá você estudou de de de que série
Eu estudei, como eu já vim semi-alfabetizada né de de Belmonte, então, eu estudei até quarta série, mais ou menos, terceira, quarta série. Depois eu parei os estudos, então... Ah, depois você parou os estudos.
Depois eu parei os... Então antes de De de saber por que você parou os estudos e com que idade exatamente, eu queria que você falasse um pouco como é que era Carapicuíba nessa época, O que vocês brincavam? Qual o sentimento, a sensação que vocês tinham?
Nossa, quando você pergunta assim, eu eu parece que eu estou lá. Eu me lembro muito bem dessa dessa fase. Foi uma fase muito boa assim, apesar das dificuldades que nós tivemos quando a gente... chegou aqui em São Paulo, porque foi o lugar, a referência que a gente teve foi Carapicuíba, porque a família do meu pai, eh ela eles moravam todos praticamente lá. Então, como a gente veio da Bahia, a gente foi morar na casa de uma tia, irmã do meu pai, porque a gente não tinha um local específico para morar. E assim, brincadeira, né? Brincadeira de moleque que a gente fazia na rua, brincadeira de taco, eh estreia Nova Sela, pega-pegue, esconde-esconde.
Espera aí, essa primeira eu não entendi, depois de pega antes de Estreia Nova Sela. Estreia Nova Sela. É
É uma brincadeira <laughs> é uma brincadeira super bacana. Inclusive eu resgatei com as crianças quando eu estava no trabalhando no núcleo, eh que a gente tem, as crianças ficam... Geralmente assim, segura apoia as mãos no no joelho, curva um pouco as costas e aí a gente tem que pular. Aí fala, estreia nova cela, aí cada macaco no seu galho. Daí a gente corre e se pendura. Se não pendurar você vai ser a próxima cela. E assim sucessivamente vai. E brinquei bastante de casinha também com as meninas nessa fase. Né não tinha boneca, mas brincava com as bonecas das amigas, das colegas, né? Fazia guisado. Guisado era um almoço das bonecas que a gente fazia, cozinhava de verdade, fazia fogãozinho, o fogãozinho com com com bloco de barro e cozinhava e e ia comer junto com as colegas. Aí a gente falava que era o dia do guisado, que é esse nome que que se dá na Bahia, né? E era essa esse tipo de brincadeira que a gente fazia, né? Apesar de eu ter dado muito trabalho para minha mãe nessa época.
Né? E e a rua era tranquila? Não tinha essa coisa de violência?
Era mais tranquila. Em vista de hoje, com a história com o histórico que a gente tem hoje, era super tranquilo. De ter pessoas maldosas, sempre acontecia um ou outro, né? Essa época tinha uns rapazes que geralmente utilizavam droga. Eu nem sabia nessa essa época o que que era realmente. Inclusive a minha irmã, que se chama Milta, ela sempre desmaiava quando ela sentia o cheiro de da maconha, da erva, então ela tinha uns desmaios, né? E eu lembro até que uma vez ele o rapaz que sempre utilizava perto de casa, E ela passava, quando ela passava ela sentia o cheiro, então ela desmaiava. Aí ele foi conversar com a minha mãe até, para saber o que que... porque ela passava mal, pediu desculpas, tudo, né? Mas até então a gente não não chegou nem a ter contato, né? Na verdade, porque não tinha informação nenhuma a respeito do do... da da droga, da do cigarro, a gente nunca chegou a ter esse tipo de contato.
E vocês eh nessa... já em Carapicuíba já tinha televisão em casa?
É, <laughs> nós tínhamos, a gente na verdade a gente ficou um bom tempo sem televisão, né, porque a gente morou muito tempo na casa do dos parentes, a gente ficou um tempo morando na casa da irmã do meu pai, então foi uma fase assim muito... Acho que a pior fase da vida da gente foi morar na casa dos outros, né? Porque imagine chegar pessoas né do do do norte e muitas pessoas, porque eram nove filhos e de quebra ainda veio um que meu pai tinha fora do do relacionamento com a minha mãe. Então, dez. Imagine dez, né? Crianças e adolescentes.
Pai e mamãe também juntos.
E pai pa pa meu papai já tinha se separado, já tinha já tinha separado, já tinha deixado a a minha mãe se virando sozinha, né?
Largou a minha mãe e ela acabou... Mas ele estava morando em Carapicuíba?
Osasco. Ele morava em Osasco, então ela acabou ficando, né?

Na casa da irmã dele? Não, a gente ah a gente veio, ficou morando com ele, com com a minha com a família, junto com ele. Então, quando as coisas começaram a ficar difíceis, acho que ele viu que não era o que ele queria e resolveu né ir ir embora. Na verdade, esse é um fator da história que, se eu falar que eu sei... totalmente o fator que ele saiu, porque que ele foi embora, tudo isso, eu eu eu não vou saber explicar. Só ela mesma que vai saber. Eh O que eu acho é que a gente pode fazer uma entrevista depois com a senhora. Então, aí esse é um fator que eu acho que eu eu desconheço um pouco, dessa dessa um pouco dessa história.
Agora, eh então nessa casa da irmã da sua tia tinha televisão? Tinha televisão. Dava para assistir ou não dava?
É, que na verdade eles só assistiam ao jornal. E a gente né ah tinha acabado de chegar, estava naquela coisa de, ãh sabe, a descobriu a televisão, eh todo mundo queria ver desenho e eles gostavam de ver jornal e gostavam de ver fu futebol. E aí? Nessa nessa nessa idade, nessa fase, a gente achava tudo isso muito chato. Jornal chato, eh futebol chato, queria ver desenho, queria ver outras coisas. E a gente acabava se acoto acotovelando. Quando a minha tia deixava a gente assistir, a gente ficava se acotovelando para ver, porque imagine monte muitas crianças querendo ver televisão tudo de uma vez, né?
E aí a gente... Eles tinham crianças também?

Eles tinham crianças
Eles tinham, tem... Na época eles já tinham quatro. As quatro as são três meninas e... É, três meninas e e um menino, depois que veio outro menino. Então já tinham todos esses essas quatro crianças. E aí era aquela briga toda para ver a televisão, né? Sem contar né que você está na casa dos outros, as pessoas... É ruim você chegar e falar, não, eu quero ver isso, porque a gente não tem essa liberdade né, entendeu? Sim, e
E depois da... Por que que você parou de ir à escola? Que Qual foi o trabalho tão grande que você deu para a sua mãe? Eh. <laughs> O que que você aprontou?
Eu aprontei bastante, muito mesmo. Mas com que idade? Acho que mais ou menos, meus teve uma fase que... acho que os meus doze doze, onze para doze anos, mais ou menos, essa fase, né na fase já na pré-adolescência né. E eu estava dando muito trabalho assim de no sentido de não querer ir para a escola, ou ir ia empurrada para a escola. Como ela saía muito cedo para trabalhar e passava o dia fora de casa, porque ela já estava né a gente já estava eh nessa fase a gente já estava morando numa casa. Ela alugou uma casa e a gente estava morando com ela. Meu pai já não vivia com a gente. Então eram todos eram muitos filhos. Os mais velhos já estavam trabalhando também para poder ajudar no no no no no sustento dos menores. E ela saia para trabalhar. Como que ela ia cuidar da gente? Deixava as coisas para fazer. Éramos menininhas, eu e minha outra irmã, a Milta, também nessa quase a gente tem quase a mesma idade. E aí a gente não queria saber de fa ficar fazendo serviço de casa, né que a os afazeres né eh domésticos. Então a gente ia fazer essa essa essas coisas quando estava chegando, dando o horário da mãe chegar em casa. Então estava tudo lá por fazer, comida, casa, roupa né. Às vezes não tinha ido para a escola, ou tinha ido e não tinha feito nada. E aí a minha mãe teve contato com uma tia minha que era, na verdade, eh ela conheceu depois, que foi de um casamento de um outro casamento do meu avô, o pai da minha mãe. E elas moram em Espí no Espírito Santo, Linhares do Espírito Santo. Então ela veio para conhecer a minha mãe... fez aquele vínculo, e ela acabou depois vindo e me levou para lá. Minha mãe achou que foi um alívio né, na verdade, tirar um pouco da da da da da responsabilidade das costas, porque estava dando muito trabalho, então eu acabei indo morar com essa minha tia lá em Linhares Espírito Santo. Fiquei acho que mais ou menos um ano, mais ou menos um ano. E nesse período essa outra minha irmã também que dava trabalho para minha mãe, eh minha mãe trabalhava na época como cozinheira numa casa de um de um um nigeriano,

Charles, e a minha irmã foi trabalhar lá também para ajudar, mas a minha irmã acabou fazendo, acho que furtando, não sei, e acabou indo para a FEBEM nessa nesse intervalo, acho que mais ou menos uns acho que foi um ano, eu não me recordo quanto tempo ela ficou na FEBEM, mas ela ficou um tempo, e aí eu recebi as cartas né da minha irmã dela contando que ela estava lá, e eu eu eu chorava muito, porque como que pode trancafiar uma pe uma criança? Porque, de qualquer forma, ela era uma criança, né? Porque nessa nessa nessa época a gente não tinha essa questão desses direitos da criança e do adolescente. Nós nós não sabíamos eh quais eram os no quais eram os deveres e os direitos, né? Então, tanto faz, acabava fazendo mesmo as coisas. E depois eu voltei. Depois de um ano eu retornei, porque... Sem estudar em Linhares? Também não frequentei a escola lá, fiquei um ano sem frequentar a escola lá em Linhares, porque eu eu parei quando eu estava aqui em São Paulo. E lá em Linhares eu fiquei, minha tia ficava sempre falando, não, eu vou vou eu vou matricular você amanhã. E aí ia prometer, na verdade eu acabei sendo meio que escravizada, porque eu era utiliza eh ela acabava fazendo serviço de casa, cuidava das das primas e não sobrava o tempo para fazer para ir à escola. Na verdade não sobrava porque ela não conseguia administrar esse tempo, né? E aí eu fiquei sem sem sem ser alfabetizada nessa época também. Então, quer dizer, na quarta série, parou ali e acabou. Só que como eu eu sempre lia muito, eu li eu li toda aquela toda aquela coleção da da série Vagalume, toda aquela coleção da Sabrina, aqueles livros de romance, eu li tudo. Então, foi o que me deu mesmo suporte para saber o que realmente eu queria. Então, eu fui lendo e eu lia muito, né?
E então, num certo sentido, você tinha sido alfabetizada para a leitura.
Para a leitura, entendeu? Eu tive muito interesse em relação a ler à leitura, né? Então, como eu eu eh... Essa trajetória, assim, mesmo ah a minha mãe não podendo dar esse suporte para a gente, porque trabalhava de man durante o dia num lugar, e à noite também, acabava trabalhando à noite, fazendo sonhos para poder ajudar na despesa da casa, porque, na verdade, ela era a que sustentava todo todos nós, né? E depois eu senti essa necessidade também de trabalhar quando eu voltei de Linhares. Mas eu continuei dando trabalho para minha mãe eh. Acabava saindo, queria, estava nessa fase de que que adolescente tem de sair para para gandaia, para baladinha. E aí ela não queria que a gente saia, a gente saia escondida, aí a gente apanhava, a gente saia de novo. Teve uma situação que a gente né ela, depois para ela dormir, a gente saiu, acho que pulou não me lembro, acho que a gente pulou a janela e saiu. Quando a gente voltou, ela estava escondida atrás da porta esperando a gente entrar. Quando ela a gente entrou, ela bateu. Teve outra situação também, que ah é porque ela foi muito cruel nessa fase assim de bater, entendeu? Bateu mesmo, eu apanhei muito, né é claro, eu mereci bastante. E uma fase de ter andado, a gen a rua estava para asfaltar, quando coloca aquela aquelas pedrinhas que vai asfaltar. Então eu não me lembro direito o que que a gente fez, eu não sei se a gente pegou alguma coisa de alguém escondido, eu não me lembro realmente eh da situação. Mas eu sei que ela fez a gente andar de joelhos. Olha, mais ou menos, eu não sei, não vou saber explicar uh uh a distância, mas teve que descer e subir a rua. E se parasse, apanhava. Então, foi assim, bem cruel. Se deu jeito, se a gente aprendeu, não sei te dizer. Serviu, sim. Hoje, a gente para eu paro para pensar assim, eu falo, nossa, eu dei muito trabalho, eu apanhei muito. Graças a Deus, tem muita coisa que eu agradeço por ela ter corrigido, sim. Porque eu me tornei hoje uma outra pessoa, né? Não sei se ela não tivesse corrigido, poderia ter seguido outros rumos, talvez, né? Então, é isso.
E você, quando você entra na escola de novo,
Eu entrei na escola quando eu comecei a trabalhar muito cedo, né acho que uns treze para quatorze anos. Comecei a trabalhar em casa de família também. Eu vi a necessidade de ajudar a família porque morava de aluguel, né a gente teve situações também de passar fome e e a gente queria as coisas, né? E aí eu trabalhei primeiro numa casa de uma mulher chamada Dona Márcia. Ela era professora era professora isso era professora, eu lembro que era na Vila Iara assim, Osasco, mais ou menos né. Ali aquele pedacinho de Osasco, Parque Continental. E como eu já tinha essa tra essa essa vontade de aprender as coisas, eu lia muito, eu lia tudo que eu via. Eu lia outdoor, eu lia cartaz, eu lia jornal, eu lia tudo. E aí foi despertando o interesse de estudar, quando foi mas mesmo assim não tinha retornado para a escola, mesmo trabalhando nessa casa. Aí dessa casa eu fui para outra, eu não me recordo quem foi, para eh qual casa que eu fui em seguida, não me lembro. E depois eu fui trabalhar na casa dessa ex-patroa da minha mãe, que foi do nigeriano. Eu fui eu me tornei babá das meni das filhas deles, das duas meninas.
O problema que aconteceu com a tua irmã foi na casa do nigeriano?
Nessa casa do nigeriano.
Mas isso não afetou ah a presença da tua mãe na casa?
Não, não afetou. Muito pelo contrário. Na verdade, ela queria ajudar. Na verdade, eles ajudaram muito a gente. Porque a casa que a gente morava eh de aluguel, a casa era deles lá no bairro, em Carapicuíba. Eles moravam em no Butantã. Mas eles chegaram a morar nessa casa antes deles né antes de melhorar de a vida
deles. O que ele fazia, esse homem?
Ele trabalhava com importação e exportação. Né? Eu lembro que nessa época, acho que era peças de carro... Acho que era peça de carro, essas coisas assim. Então, ele eh importava, na eh ex importava na verdade, né? Não, exportava, porque era daqui para lá. Para a Nigéria. daqui para a Nigéria. E aí também estava naquela fase de que estava tendo muito nigeriano vindo para o Brasil, essa coisa de contrabando, tudo. Mas eu acabei indo trabalhar na casa deles né. Precisava continuar trabalhando, mas não conseguia ver oportunidade ali para voltar para a escola. Até então, não tinha conseguido terminar a escola. Mas aí eu eu eh a patroa percebeu que eu tinha muito interesse, né a questão de as de falar eu falava muito bem, atendia o telefone super bem, a questão da
Era nigeriana
Não, ela é brasileira. Isso, é brasileira. E aí eu falava, olha eu quero estudar, eu preciso né, acho que eu não vou mais trabalhar aqui porque eu preciso voltar para a escola, eu preciso né eh me formar. Ah, mas não dá para você estudar porque como eu tinha que tinha que dormir no serviço, que momento que eu ia estudar? Ah, eu vou comprar uns livros para você. Então ela compra aquele telecurso. aqueles livros de telecurso, que é aquela aquela eh aquela série toda, para estudar. E em alguns momentos, eu quando dava, eu conseguia estudar alguma coisa para depois fazer a prova. Mas é muito difícil você estudar em casa e depois fazer uma prova fora, porque não é a mesma coisa do professor estar explicando. Então eu acabei desistindo. Aí eu fui desestimulada, não tive vontade de permanecer mais lá. Aí saí, procurei uma escola para fa para estudar um supletivo, que eu já estava com uma idade, acho que uns dezessete mais ou menos, acho que uns dezesseis, dezessete anos por aí. E aí procurei uma escola para estudar um supletivo e comecei a pagar. Naquela época o supletivo tinha que pagar, não tinha hoje essa essa essas condições que a gente tem né hoje em dia. E comecei a pagar, mas aí começou a ficar difícil, porque também eu saí de lá. Acabei voltando a trabalhar lá com eles, mas no escritório, porque eles tinham esse escritório de importação e exportação. Comecei a trabalhar como recepcio como recepcionista. Não na casa, no escritório, mas com as mesmas pessoas. Né? Mas o escritório não era lá em... Não, era na mesma casa. Também em Pinheiros Pinheiros, na Rua Sapituba. Pinheiros, ali. Acho que a travessa da Francisco Morato. Por aí. E trabalhei bastante tempo com eles como recepcionista. Eu voltei a estudar, depois eh não quis mais, porque eu estava numa fase também de eh de descobrir o mundo. Eu queria sair, queria ir para a balada. anos, você não quer saber de muita coisa, não, né? Era a oportunidade que eu poderia ter aproveitado para ter estudado e eu não aproveitei. Então, não quis saber muito. de estudar. Fiquei Saí e tal, tal. Quando eu vim sentir essa necessidade de voltar a estudar, não faz muito tempo não, assim, de voltar. Eu voltei, quando eu saí de lá, do escritório, aí eu fui estudar no SESI, no SESI da Vila Leopoldina, fiz uma prova. para saber se eu estava apta a ir para a quinta série. Aí eu passei nessa prova e frequentei, fiz o supletivo todo no no no SESI da Vila Leopoldina, do ensi uh o primeiro grau né, e depois, antigo primeiro grau, né? E depois eu eu voltei, quando eu voltei a estudar para terminar o ensino médio, que é o segundo grau, eu já tinha meu filho, já estava... Então, conta um pouco como foi essa essa passagem da tua vida. Então, eh essa essa passagem é meio complicada. Eu Minha mãe né conheceu o seu Benedito, que é o ei agora é ex-marido. Era atual marido, mas agora é ex-marido. Então, ela a gente morava em Carapicuíba né e continuávamos morando de aluguel. Era uma situação muito difícil porque eh a gente tinha muita dificuldade de permanecer nas casas porque era muita gente né, tinha dificuldade de pagar. isso, aquilo, outro. E quando ela conheceu o Seu Benedito, na verdade, acho que foi uma mão na roda, porque ele né mora em Ermelino e a gente em Carapicuíba. Né e como ela ela era evangé era evangélica na época, Ele também frequentava a mesma igreja que ela, eles se conheceram, e aos poucos foi indo, e acabaram se se casando. E aí minha mãe, com a família, foi para Ermelino. Eu permaneci em Carapicuíba eh. Antes disso, na verdade, antes dela ir para para Ermelino, a minha irmã mais nova foi morar na casa de uma de um pessoal, de umas uns conhecidos da igreja da minha mãe. Ela ficou um tempo lá, morando com eles, que é a minha irmã mais nova, que se chama Mábia. E eu a eu permaneci em Carapicuíba. Eu e a minha irmã a Tânia, que se chama Maritânia, a gente ficou morando lá. A gente dividiu o aluguel, então eu já tra eu ainda trabalhava no escritório com o seu Charles, como recepcionista. E a minha mãe veio, para foi E eu ia de vez em quando só para visitar, porque eu achava muito longe. Eu falava que lá era o fim do mundo. <laughs> Não gostava muito do do lugar, né? E depois eu acabei indo tendo que indo morar lá, porque em outubro de noventa e seis, meu irmão... Eh eu não sei nem se é bom falar, porque é meio triste, né? é que para chegar no filho tem que falar do irmão. <laughs> Então não tem como, né? Então assim, mas eu tenho orgulho mesmo de falar assim dele, porque mesmo a gente não ele não estando presente hoje com a gente, porque já tem doze anos, a gente tem muito orgulho de falar da pessoa que ele que ele era, né? Então eh Essa eh esse meu irmão, ele ele também trabalhou comigo nesse escritório como office boy, um bom tempo, e quando eu morava em Carapicuíba com essa minha irmã Tânia, minha mãe já estava morando em Ermelino. Ele ficou um tempo com a gente, porque não dava para sair de Ermelino e ir para Pinheiros. O trajeto é muito né, é totalmente eh ao contrário. E nessa época ele ele trabalhava como office boy e estudava. Depois que começou a ficar difícil, ele conti voltou para Ermelino, morando com a minha mãe. E aí a gente eh se via só no serviço né, ou quando eu ia no fim de semana para a casa dela. que ele teve que que ficar morando lá mesmo. Ele estava super empenhado, eh ele era um rapaz assim super eh cheio de vida e estava empolgado porque estava fazendo o cursinho da Etapa e ele queria fazer surpresa para a gente para entrar na na faculdade né que para estudar. Só que estava no na fase de de qualquer garoto, adolescente, tinha dezoito anos. E gostava de ir para o samba, gostava de ir numa festa em outra. E aí aconteceu que ele foi confundido com outra pessoa em outubro, dia seis de outubro de de noventa e seis, e ele acabou sendo assassinado. Mas, assim, eh a gente lembra de como como a pessoa que ele era, né? Na verdade, a gente sente muita saudade. Agora, dia seis de outubro, faz doze anos que ele que ele morreu, né? E o que se deu, na verdade, é a questão do meu filho, que o meu filho eu tive com o melhor amigo um dos melhores amigos do meu irmão, desse meu irmão, que faleceu. Foi uma fase, assim, muito eh de depressão, né? Que acho que um queria suprir a necessidade do outro, queria fazer companhia, ajudar por conta do irmão, né do amigo, porque perdeu o amigo, porque perdeu o irmão. Mas a gente não teve um relacionamento mesmo assim como namorado. Acabou acontecendo de eu de eu ficar grávida e né eu me tornei mãe solteira. Hoje meu filho já tem onze Ele se chama Nicolas. E assim acho também No início é complicado todo mundo, é muito difícil ser mãe solteira no começo. Depois a gente vê que não tem outra opção. Eu comecei a tomar como referência a minha mãe, que criou os nove, na verdade os dez. Se ela se ela conseguiu fazer isso com os dez e hoje todo mundo está aí, eu também consigo um só né então. Isso foi o que deu mais assim visibilidade para o que eu que para o que eu queria fazer da vida. E aí eu voltei a estudar depois que eu já tinha ele. Terminar o ensino, o segundo grau. Né então eu terminei, já estava morando em Ermelino, porque o que me fez voltar a morar em Ermelino foi o que aconteceu com o meu irmão. Minha irmã minha mãe já morava lá, ela não queria que a gente ficasse distante né, queria ficar todo mundo queria que todo mundo ficasse perto, igual a galinha com seus seus pintinhos, que é todo mundo embaixo da asa. E aí eu acabei indo, mas sem gostar do lugar, porque eu não gostava, até porque o que aconteceu com ele foi justamente em Ermelino. E aí eu não gostava de ir lá, mas aí eu acabei né optando por ficar lá até porque era mais fácil. E voltei a estudar. terminar uh uh uh o ensino médio. Na verdade, eu eu antes de eu começar a estudar, eu eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar na creche, que é a creche que o meu filho começou a frequentar. E a minha irmã mais nova, ela já era educadora dessa creche, que é a a SEI Casa da Criança, que é o Centro de Educação Popular Nossa Senhora Aparecida. A minha irmã mais nova era educadora lá. E como a creche, ela tem parceria, tinha parceria com com o Banco Eles estavam em determinado local, depois foram removidos para um outro prédio, e aí tinha que ter uma equipe nova para trabalhar nessa creche. E aí iam saíram algumas educadoras que estavam de licença maternidade e fizeram a proposta para eu entrar para trabalhar como, na verdade, só quatro meses. Foi uma oportunidade que eu não quis perder porque eu estava sem trabalhar na época, eu tinha uma criança pequena, ele não tinha nenhum ano ainda, e eu acabei aceitando. Né e aí foi eu fui me espelhando muito na minha irmã mais nova, porque eh eu aprendi, na verdade, a gostar da profissão por causa dela. Né eu via assim a forma como ela lidava com a situação, as estratégias de trabalho. Eh gostava mui ela gosta muito de criança, então foi despertando aos poucos isso dentro de mim. Porque mesmo o fator de eu ter me tornado mãe não quer dizer que eu queria me tornar educadora ou professora. Mas foi despertando aos poucos, né? Fui observando, fui vendo tanto que o amor que ela tinha né, que a minha irmã mais nova tinha, e fui né pegando isso para mim também. E acabei trabalhando na creche todo esse tempo, depois eu voltei a estudar Mábia, é que é a mais nova.
Ela também é mãe?
Ela ainda não é mãe. Então eu acabei voltando a estudar e eu já tinha o meu filho. Aí eu falei, poxa, eu vou estudar, eu vou né... Acabei eh tendo vontade de fazer pedagogia para poder continuar dando trabalhando na área da educação infantil. Não queria trabalhar numa sala de aula no ensino fundamental, só com criança mesmo, pequena. E aí terminei os estudos. Quando eu terminei, eu já eu estava na creche aí, já prestei o vestibular para para fazer pedagogia. Aí eu fiz, eh estudei dois semestres só, porque também é complicado você estar na faculdade com criança pequena, ou você cuida da criança ou você estuda. Das duas, uma eu tive que optar, né? Então eu acabei optando por cuidar do do filho. E. Que faculdade é essa? Oi?

Qual faculdade? Na Uninove Comecei
Então a faculdade paga?
Era uma faculdade privada, isso.
E você não tinha bolsa? Não tinha
Não tinha bolsa, na verdade tinha um desconto. que né que era dado pelo uma associação que eu me filiei, mas era um desconto pouco, que até tal data você tinha que você conseguia o valor desse desconto. Se passasse essa data, você pagaria o valor normal né. E até então, depois a minha irmã entrou também na faculdade, começou a fazer letras na Unicsul, a minha irmã mais nova. Aí surgiu a oportunidade dela ir para a PUC, ela mudou de curso, fez pedagogia. Ela recebeu a proposta para ser coordenadora pedagógica na creche, e aí ela só que ela tinha que fazer pedagogia, então ela trocou de curso justamente pela proposta que ela recebeu. E aí ela foi para a PUC, ela se formou, já era formada, já era professora da do ensino do ensino fundamental na na no Estado né, mas ela trabalhou bastante tempo como educadora, tanto na creche, e depois no Beit Yakov, que é uma escola de judeus.
E ela se formou...
Se formou e já se casou. Ela casou tem um ano.
Tem um ano. É. Tá. Eh Talvez fosse bom você falar o nome de de todos os irmãos. De todos os irmãos? É Para a gente nossa para a gente se situar. <laughs> Começando do mais velho.
O mais velho. O mais velho é Maria.
O pai e da mesma mãe.
Todo mundo do mesmo pai e da mesma
Mas tem um que é só do do pai, né?
Então, esse um que é só do pai, na verdade, a gente acaba nem eh contando porque... Eu não sei, eu na verdade eu acabo nem contando, assim. Eu falo que era irmão por parte do pai, mas que é do mesmo pai da mesma mãe, né, então, mas tem, eu posso falar dele também. Mas a mais velha é Maria da Ajuda, é o nome de uma santa que tem na Bahia, minha mãe é... fez acho que promessa, não me lembro direito o que que ela fez, mas lá na Bahia tem essa santa, ela colocou o nome da minha irmã, hoje a minha irmã não gosta desse nome, ela é testemunha de Jeová e ela fala que esse nome é horrível, aí a gente chama, ela acaba chamando ela de Dai, porque, né, para abreviar o da ajuda, <laughs> fica mais fácil de falar. Aí depois tem o Marcos Aurélio, que é também, é o mais velho dos homens que a gente fala, né, a Maritânia, mas não é não tem o á na frente, é Maritânia só.

O Mábio, eu não sei porque colocou o Mábio primeiro, depois Mábia, depois ela a minha mãe pode explicar. Porque o Mábio é mais velho do que a Mábia, né? Então, eu acho que deve ser a mesma origem. E o Marcos, que ah a gente chamava de ele de Marquinhos Pequeno, que é o filho do meu pai, né? Que a gente ele é irmão por parte de pai.
E ele já... Ele mora com vocês, com a sua mãe? Não
Não, não. Ele veio com a gente da Bahia também. Ficou um tempo, mas ele começou ah a a dar muito trabalho para minha mãe e ela, né? Mandou ele de volta para o lugar de onde ele veio.
Você falou que você foi professora quebra-galho durante um tempo até se tornar, vamos dizer assim, ter a sua turma.
Isso, professora volante.

É, a gente fala professora volante. Como isso funciona.
Então, eh assim, eh geralmente nas creches, eh hoje eles falam como que é o hoje eles nome é auxiliar, auxiliar de classe, né? Mas antigamente eles a gente colocava como professora volante. Quando eu entrei, eu aca eu auxiliava nas salas como como essa professora volante. A a educadora que precisava de uma ajuda para para trocar, vamos supor, trocar ou dar um banho em uma criança, ou auxiliar em uma atividade de artes que estava que que tinha que fa que era pintura ou colagem, eh organizar um canto da sala para as crianças brincarem, ou para uma educadora ir ao banheiro, então eu acabava fazendo, cobrindo esses... essas brechas que que que tinha na na creche né. Então eu eu falava falo que era professora quebra galho porque até então eu não tinha uma sala definida, uma turma. Né? Eu falava então, eu acabava sendo né professora queba quebra galho. Aí depois de um certo tempo que a diretora viu que eu tinha um certo potencial para desenvolver os projetos né, que eu estava de acordo com a proposta político-pedagógica da creche, eles ela acabou me me me colocando para assumir uma uma turma, uma sala. E aí eu passei pelo berçário, do berçário, fui do berçário até o pré. Mas eu peguei uma determinada turma em, eh eles estavam mais ou menos com um ano e meio, é a fase que eles estão saindo das fraldas. Peguei essa turminha e fui com eles até o pré, fui acompanhando. Minigrupo, né bê um minigrupo, depois, eh agora eu não sei, eles estão chamando outro nome, estágio um. estágio um, estágio dois, estágio três, né que já são sendo estão sendo meio que alfabetizados, porque já fazem parte da educação. E eu peguei essa turminha para tra para para trabalhar, cuidei na verdade eu cuidei mais, acabei sendo mais que mãe até, né porque acabei criando essa turma né. Aí chegou um determinado tempo que essa diretora acabou tirando essa turma. Antes de chegar no pré, ela tirou essa turma, eh colocou outra educadora, porque ela falou que eu já tinha me tornado mãe deles, então eu acabava achando que a turma era propriedade minha. E colocou uma outra educadora, só que aí ela não conseguia desenvolver o trabalho que eles já tinham toda a minha característica, eh eles acabavam pegando, eles pegavam toda aquela forma de de de de trabalhar, a sala já tinha a ca a minha cara, eles tinham a sua própria autonomia. Então, o trabalho que eu desenvolvia com eles, eh outro educador que pegava não conseguia dar continuidade, porque eles já tinham essa essa essa característica de trabalho comigo. E aí eles começaram a dar um certo trabalho, e eu acabei voltando no meio do ano para essa turma. Né e aí é engraçado que depois eu passei para o núcleo, que faz parte também do Centro de Educação, é o núcleo socioeducativo, que hoje eles falam que é centro para crianças e adolescentes, centro para para para jovens né, que é que é o antigo cê E aí, ele quando eu peguei essa eu ini desci para trabalhar no no núcleo, eh eu me surpreendi com a quantidade de de de meninos que estavam lá, essas crianças, que é de sete a quatorze, e alguns que estavam na que tinham passado na creche comigo, eles eram alunos também do do ce do do núcleo. Eu me surpreendi, porque eu falei, poxa, saí de lá, né deixei as crianças... já praticamente em fase de ir para a escola né, semi-alfabetizadas. E agora eles já estão todos aqui, todos grandes. Né? Então você fica vendo assim o avanço que que que você fez, a contribuição que que eu que eu que eu dei para essa para essas crianças né para chegar onde eles estão, que hoje eles estão praticamente assim formadores de opiniões, mais críticos mesmo né.
E você... Vai trocar. É, então, bom, aí você quando encontrou essas crianças no núcleo, o que você fazia no núcleo? Então Você dava aula já?
Então, na verdade, eu estava na creche ainda, porque eu trabalhei nove anos no centro de educação, e eles têm uma mania de remover as pessoas das suas funções para fazerem outras, né? E eu estava sem, na verdade, eu estava fazendo um trabalho de de economia solidária para a visão mundial. Estava fazendo ah um trabalho de juntar A comunidade, um trabalho comunitário, que era de técnico, desenvolvimento econômico comunitário, juntando as pessoas que tinham seus próprios negócios, na verdade, assim, com artesanato, eh padaria comunitária, para juntar esse esse esse grupo para para para desenvolver um projeto. né que era o sonho, na verdade, da visão mundial, que acho que vocês devem conhecer a World Vision, né? Já ouviu falar alguma coisa assim? E E eles tinham o sonho de fazer um trabalho dentro dessa comunidade né, com a com as pessoas que que tra que que fazem artesanato, que tem seu próprio negócio, seu próprio comércio. e trabalhar fazer tra fazer o trabalho da questão da moeda de troca, ah a feira de trocas né, que esse é o ah o desenvolvimento sustentável, na verdade. E aí eu fiquei nessa fase um tempo, né eles eles me tiraram da sala, eu estava como educadora, tinha até peguei uma turminha boa nessa época, e eles eram todos pequenininhos, e colocaram toda a educadora e eu fui fazer esse trabalho fiquei um tempo eh em Belo Horizonte fazendo participando da capacitação e depois eu comecei a desenvolver que era fazer ah ah o mapeamento da da das pessoas da comunidade e depois comecei a juntá-las para fazer as reuniões e explicar o objetivo do trabalho Mas eh era uma coisa que, na verdade, acabou não saindo do papel, né não não não rolou. E aí eu fazia muitas visitas no núcleo durante esse esse período que eu estava fazendo esse trabalho do desenvolvimento econômico comunitário. Mas até então eu não tinha intenção de trabalhar, não tinha nenhuma eh experiência com adolescente, com essa festa etária de sete a quatorze. E nessa nessa época eu acabei eh eles acabaram mandando embora o educador e a coordenadora. Aí, que o que aconteceu? Acabei caindo meio que de paraquedas, né? Ah Dentro do do núcleo. Não, a gente te mandou embora e aí você vai ficando por enquanto, vai quebrando lugar até a gente por um outro educador. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço aqui com essa turma? Eu nunca trabalhei, minha minha minha especialidade é faixa é educação infantil, a faixa etária de de zero a cinco, mais tardar até O que que eu faço?

E aí né eu acabei procurando, pesquisando, fui pesquisando em em livros o que que tinha nessa faixa etária, inclusive eh eh os parâmetros curriculares, foi um deles que me ajudou. E fui per pedindo ajuda para minha irmã mais nova, que que é professora, só que na época ela também sempre trabalhou também na área de educação infantil. E ela foi me ajudando a pesquisar algumas coisas para adolescente. o que trabalhar, observar a turma para saber qual é a necessidade deles, para desenvolver um projeto. E aí acabei desenvolvendo um projeto de artes, nessa época também participei participava de uma formação com o pessoal do no NUMAN, né e com o Pinacotec Educa com Arte, com o pessoal do Instituto Avisa Lá. E aí eu aproveitei, fui pegando essas essas essas atividades eh de artes e fui desenvolvendo uma sequência didática e depois um um projeto de leitura. que eles estavam pri eh primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, mas tinha muita dificuldade de na na escrita e não gostavam de ler. E aí eu falei, então eu tenho que pegar a coisa lá pelo né eh... onde onde tem o problema, lá na ferida. Né e aí eu fui desenvolvendo as coisas assim, sem ter experiência nenhuma. Foi Eu fui pesquisando, fui perguntando... tinha não tinha coordenadora pedagógica nessa época, depois eles contrataram uma, e aí ela também foi dando esse suporte pedagógico para ver o que que a gente ia desenvolver e acabei desenvolvendo mais, eu foquei mais na verdade na leitura e na escrita em artes com eles, então a gente trabalhou muito essa essa questão, eh trabalhei nessa fase. Aí surgiu uh o projeto Memória Local, que na verdade era só para as escolas, para a rede municipal, E aí acabaram surgindo cinco vagas para núcleo socioeducativo. Né e aí eles fizeram o convite, perguntou se queria participar eh. Para mim não perguntaram se eu queria, já me colocaram então. Só que por um lado eu achei bom, porque foi uma ótima experiência, aprendi muito. E acabei participando da da capacitação, inclusive com a... com a Edi do Instituto Avisa Lá e a... Ela não está mais aqui no Museu da Pessoa. Esqueci o nome dela hum.

A Zilda, né que dava a capacitação. Gente eu partici e aí ah eu aplicava essas ati essa essas atividades dentro da sala com a turma. Uma vez por mês elas iam também fazer uma atividade prática e era fil eram também para poder levar para para para os outros professores. E eu senti uma uma dificuldade muito grande porque os professores da rede municipal não sabiam o que que era o núcleo so socioeducativo. E aí foi um desafio de ter que explicar o que que era o núcleo, eh o que que se fazia no núcleo, porque até então para eles achavam que era simplesmente um local em que as crianças passavam o tempo para não ficar na rua. Não, eles ficam lá. Porque para eles não ficarem na rua para não para não ficar aprendendo o que não presta. E aí eu tive que eh eh desmistificar isso né, tentar eh eh mostrar o que que era o trabalho realmente que a gente fazia lá. Até porque né quem vende o peixe tem que defender o seu o seu peixe. Eu acabei tendo que fazer isso. Mas foi um foi um trabalho super bacana né, que a gente desenvolveu com leitura, com escrita, com inclusão digital, com artes né com. Assim então, acho que foi uma das melhores partes que do projeto, que que assim deu uma uma grande visibilidade, principalmente em questão de de leitura de mundo assim, porque as crianças eh tinham coisas que eles nunca tinham eh eh eh visto na vida deles né. A mesma coisa na questão da inclusão digital. né para a gente conhecer o site do museu, ver as outras escolas que participaram do projeto nos anos anteriores, e aí a gente acabou fazendo essa essa um rodízio, uma vez por semana a gente está indo, inserindo os os as atividades diretamente com com a turma no eh pela internet, que era super bacana. E aí em dois mil e e aí acabou o projeto em dois mil e seis né, a gente eh teve a exposição, As entrevistas, que a gente acabou eh eh listando as pessoas que eram mais antigas na comunidade, né porque a gente sabe que o projeto, na verdade, é a desculpa da de do local, o tema, eh para saber da vida de uma determinada pessoa né. E aí a gente acabou escolhendo duas pessoas que já eram moradoras antigos do bairro e, na verdade, de dentro da própria instituição. Né a gente acabou pegando uh o presidente... que ele também tem uma história dentro da comunidade né, desde a época que tinha uma rádio comunitária, então a gente acabou pegando ele e.

Então foi super bacana, porque as crianças que que elaboraram as perguntas, as crianças que fizeram as perguntas, então foi assim super bacana uh o projeto em Aí acabou o projeto quando foi em em fevereiro de dois mil e sete, fizeram a proposta de continuar só com os núcleos. Né aí eu acabei participando até um pouco como formadora, porque eu acabei tendo que fazer a experiência contar a experiência de como foi o projeto em dois seis E aí eu a as aulas, as atividades que eu fazia em sala... né no decorrer do projeto elas eram filmadas e levavam para para a capacitação para outros núcleos né e no no no produto final a gente acabou né fazendo o livrão o livro do do do projeto né da da entrevista e também o site do projeto do do projeto Memória de dois mil e sete Então foi um dos um projeto super bacana, que deu um suporte muito grande para continuar o trabalho com com as crianças e com o adolescente. Inclusive esse ano antes de eu sair do do Centro de Educação, eu estava dando uma continuidade no projeto, e só que com outro objetivo, de montar um blog e depois fazer um um uma troca de experiências com o pessoal que está participando do projeto de memória lá em Juiz de Fora. Então, essa era a intenção de continuar o projeto. E Aí, aí como eu saí... Saiu muito recentemente. Isso é muito recentemente. Eu saí, eu não estava mais, eu não estava contente né de desenvolver mais o trabalho, por por questões assim mais assim administrativas mesmo. Nem tanto pelos adolescentes né, mas chega uma hora que de qualquer forma você acaba cansando, né porque as coisas estavam sendo muito repetitivas né, eh não mudavam, não a gente acabava não indo... para frente, estava parecendo um caranguejo andando para trás, e aí eu senti essa necessidade de sair, né, eu falei, acho que a hora é agora, eu tenho um desafio aí, que é, né, ou eu saio agora ou eu vou ter que permanecer aqui por mais vinte anos. E aí eu acabei tendo a opção de sair, preferi sair.
E você, você você quer falar alguma coisa? Você falou que tem uma história do Chile, né? Que história é essa?
Então, na verdade, o que que aconteceu desde o ano passado, eh as janeiro do ano passado eh eu recebi uma proposta, a gente, de janeiro a gente está de férias do, geralmente o pessoal está de férias no nos núcleos, né? E eles têm um problema muito sério com a questão administrativa, de não pagar a gente direito, essa questão de salário, décimo terceiro, férias, nanana. A gente sai de férias, a gente não recebe. Aí como que você vai sair de férias, você vai viajar, vai vai programar alguma coisa se você não tem dinheiro? Aí apareceu a oportunidade de trabalhar em janeiro, nas férias, com essa pessoa que mora... Na verdade, agora ela não está mais no Chile, agora ela está aqui no Brasil. É a filha do Roberto Rivelino, que é ex-jogador de futebol.

Ela estava aqui no Chile e precisava de alguém para cuidar do filho durante esse período de janeiro. E aí uma amiga que trabalha com o babá me ligou, perguntou se eu queria. Aí eu falei, ah, eu não quero porque eu estou de férias, eu quero descansar, porque senão eu vou voltar a trabalhar, vou estar super estressada. Ela falou, ah, então tá, você vê, se você decidir, você me liga. Aí eu acabei, né? Fui falei, poxa, mas eu estou de férias, eu não tenho dinheiro nem para levar o filho para passear, né? Espera aí, né? Vou pensar direito. Aí refleti bastante e acabei aceitando a proposta. Né aí trabalhei fiquei os vin trabalhei vinte e seis dias. Foi bom mesmo, porque eu acabei conhecendo lugares que eu nem imaginava, que eu tinha vontade. Búzios, por exemplo, uma delas, né Ilha Bela. Acabei indo para esses lugares. E aí ela fez a proposta de estar indo para o Chile. para estar indo trabalhar com ela lá, né? Porque eu eu eu acabei desenvolvendo um trabalho com a com a criança, porque cuidar, todo mundo cuida, né? Dá banho, dá comida, põe para dormir, qualquer um isso qualquer um faz. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito é importante, a questão eh educativa, né? Acho que é uma uma questão assim, de de você trabalhar, es estimular aquela criança, porque você vai perma vai ajudar no no crescimento dela, né? Então, eu eu eu conversei bastante com ela, ela gostou muito do meu currículo, então ela fez a proposta de estar indo. Aí eu falei, ah vou pensar, porque eu ainda não tenho essa essa ainda não tenho claro o que que eu quero fazer, se eu quero continuar lá na ONG, o que que eu faço, o que eu não faço. Aí acabou ela acabou vindo morar aqui no Brasil, em fevereiro desse ano, e só que mesmo assim ela continuou me procurando, né? Eu falei, ah, vou pensar. E tinha umas amigas também que ela me recomendou para muitas pessoas, eh tinha amigas que também ficou ficaram super interessadas. E depois eu acabei, né na verdade era um sonho, uma vontade de trabalhar lá fora. só para saber mesmo como é que é, para a questão de enriquecer o currículo, de eh de dinheiro também né, porque a gente sabe que os outros países pagam até melhor essa questão de trabalho como babysitter, como babá, do que aqui no Brasil. Mas, assim, eu acabei eh deixando esse esse esse lado de, essa vontade de ir para fora, agora, depois que apareceu a proposta do cê dê i. Né eu acabei deixando meio que de lado e voltei a esperar um pouquinho.
O que que você está fazendo no cê dê i? Então, aí que a Comitê para a democratização da informática. Para
Da informática. Então, eu eu no fim de semana, eu trabalho como folguista, como babá, como eu eu já já tinha falado. Trabalho há um ano e meio numa casa com uma menina que vai fazer cinco anos. E eu tinha a intenção de sair, eu falei, eu vou sair do centro de educação, eu vou ficar trabalhando só como folguista, né, até porque se a gente for pensar financeiramente, financeiramente é ótimo também. Claro que você perde seus finais de semana, sem dúvida, se você tiver alguma coisa para fazer, pode esquecer, mas era uma opção minha, né. E aí o pessoal do, como eu tenho toda essa essa trajetória de comunidade, o trabalho que eu que eu comecei a desenvolver de desenvolvimento comunitário, eh na verdade foi o cê dê i veio até a mim. Eu não fui eu não fui eu que fui atrás atrás deles né deles né. A coordenadora dele de projetos me ligou, porque ela também foi coordenadora no Centro de Educação há muito tempo atrás. Na verdade, quando eu entrei, ela tinha sido ela tinha sido mandada embora. Depois ela acabou, hoje ela é coordenadora de projetos do cê dê i. Então ela me ligou, perguntou se eu não queria participar da do processo seletivo. Espera, vou participar. Participar, vou participar mesmo, mas não tinha intenção nenhuma de permanecer, tanto que eu nem perguntei o que que eu iria fazer. Acabei indo participar do processo seletivo, eh participei da entrevista, conversei e tal. E no dia seguinte ela me ligou, falou que eu havia passado no processo seletivo, que eu ia tinha sido escolhida. Na verdade, eu acho que eles acabaram não entrevistando outras pessoas. Entendeu? É, eu acho que Na verdade, acho que não a acabou não acontecendo isso. Isso eu queria. Falei Poxa, eu pensei na questão da estabilidade né, de trabalhar registrado por conta do filho. Eh a gente que tem salário, eh a gente pode contar com aquele salário se você trabalha só como folguista, por conta própria você não sabe se daqui o próximo fim de semana vai ter um trabalho ou não. Né e aí, se você tem conta para pagar, como é que você faz? E acabei aceitando a proposta. Eh então, eu estou trabalhando agora como gestora de EIC, que é a Escola de Informática e Cidadania. A gente tem que dar o suporte pedagógico para os educadores que estão inseridos dentro dessa EIC né. É um projeto que o cê dê i tem que faz parceria com as ONGs que estão inseridas nas comunidades. Eles eh têm aquele projeto Mega Ajuda do computador, passa os os dez computadores para aquela eh ONG e eles ali abrem a EIC, só que eles têm que ter têm que estar de acordo com a proposta político-pedagógica do cê dê i para para desenvolver o trabalho. Então, aí que entra o trabalho da gestora, que é a questão do planejamento do educador, né a captação de recurso para eh para melhorar e a mobilização comunitária para melhorar o trabalho, ah a comunidade a qual essas pessoas estão inseridas. É um trabalho super difícil, não é não é fácil, porque lidar com o ser humano não é com não é fácil, a gente sabe que é complicado e. E assim, eu entrei acho que numa fase muito sensível no cê dê i, em que algumas pessoas foram eh... foram eh... foram mandar embora, pessoas que tinham uma... uma história assim super bacana lá dentro. E eu acabei entrando numa fase que, no fim do ano praticamente, em que muitas coisas já estavam acontecendo, eu peguei já o fio da meada, peguei o trabalho meio que já já andando, né já construído, e assim, está super corrido, porque é complicado você dar continuidade numa coisa em que outra pessoa já começou. Né então, eu estou fazendo esse esse trabalho lá. Não vou dizer que está fácil, não. <laughs> Não está fácil.
E os planos de de de voltar à faculdade, como é que ficaram?
Então, pretendo voltar agora, eh esse ano de dois mil e nove, né? Na verdade, eu eu me identifico bastante com história, mas eu vou fazer pedagogia porque já está meio que, já está encaminhada, já tem dois seme um dois semestres aí já, meio que já feito, né? E Aí vou terminar, né? E vou... Né dar continuidade na vida e ver o que que a gente o que que a gente consegue. Até porque eu não estou tão nova assim. Não estou tão nova assim.
Vamos voltar para um ponto anterior da conversa, que é saber... Você disse que teve criancinhas que você encontrou depois né. E você ãh Você teve a percepção de que algumas daquelas criancinhas que você conheceu na creche tiveram problemas depois, ah algumas não tiveram... Tem como perceber isso?
Mas assim, que tipo de problema?
Qualquer tipo de problema, de não querer estudar, ah sim se meter em confusão.
Sim, claro, a gente tem... É assim é complicado falar isso porque, até porque a comunidade a qual eles estão inseridos já é uma comunidade que deixa um pouco assim a desejar, em que tem eh pontos de de drogas né em tudo quanto é lugar e que se se os pais não tomam cuidado a gente acaba eles acabam acabam entrando porque a gente sabe que trabalhar com comunidade é isso a gente está a toda a todo momento brigando com o tráfico a gente briga para o para a criança, para o moleque não entrar e eles brigam para eles entrarem é meio que complicado. Então essas crianças, assim, eu eu eu sempre eu sempre as encontro. Eu só tenho uma preocupação muito grande porque eu também tenho meu filho e ele também está inserido dentro dessa comunidade e a todo momento a gente tem que ficar assim meio que eh em cima, né? E Mas a maioria deles eh eh tem ce tem dificuldade sim na escola, né como eh eh eu já havia explicado. A maioria deles tem dificuldade de não querer ir, de arrumar confusão. Tem uma uma tem uma menina, ela se chama Tawane Larissa. Eu ela passou eh passou por mim, ela estava pequenininha na creche. Então, hoje ela está com onze. Eu vivia indo, eh ten eu tinha que ir na escola para conversar às vezes por conta do de problemas, de sair da escola e ela brigar na na porta da escola e e ter aquela ronda escolar e ter que chamar os pais, eh eh entendeu? Mas, assim, existe uma questão de estrutura familiar, né? O histórico da família já é já é meio que eh já deixa a desejar, porque eh o pai ele já veio de uma de u de uma casa, de um abrigo. Né ele tem uma história super legal, inclusive eh tem um tem até um ele está no livro contando a história, histórias reais. Ele foi alguém que conseguiu eh eh dar um dar um um um suporte para a vida. Hoje ele tem uma outra cabeça. Só que a mãe, quando a gente achou que ela estava bem estruturada, agora ela está totalmente eh eh assim... Ela ãh virou virou alcoólatra, na verdade. Então, tem situações, às vezes, da gente ver ela no bar com todos os filhos, todo mundo junto, inclusive o menorzinho. Então, fica difícil de você eh eh desenvolver um tipo de trabalho com uma família dessa dessa, porque não que eu não não é isso que eu não quero fazer. É o que eu... que eu gosto de fazer mesmo. Mas assim, a família precisa estar de acordo com o que você vai desenvolver para poder ter um suporte. E e a família, ela vive ela está no bar. Está você vê, outro dia, juntou os dois, o meu filho e o e o filho dela, porque eles ficam junto no núcleo, eles estavam brincando, como todo moleque, de futebol, essas coisas assim. Mas aí chegou um momento, um certo horário, que eles sumiram do mapa. Então, ela estava eu estava procurando o meu e ela estava procurando o dela. Mas ela procurando com um copo na mão, um copo de cerveja. Aí eu né pensei, poxa vida, eh que referência que esses meninos vão ter né. Eles só ficam dentro de um bar. Não fica complicado. Outro dia até minha mãe falou, ai os meninos lá, o vi o filho da vizinha lá de tal, eles tinham sumido, será que eles apareceram? Até achei que que eram eles, mas na verdade não eram eles, eram outra outras crianças. Falei ah também com a mãe que tem, que ela está colocando assim, não estou criticando ela, mas ela está né não não não dá um suporte para os filhos. Que tipo de referência que eles vão ter com em ficar dentro de um bar? Né eles vão crescer de que forma? Então, assim tem essa essa essa questão, tem essa menina, tem outros também que às vezes a gente encontra e não sabe. É muito preocupante o futuro deles, porque se a gente quer formar cidadãos críticos né e sabedores dos seu seus direitos e deveres, aí fica meio complicado assim de você desenvolver um trabalho aqui, de construir um trabalho aqui e o outro descon desconstrói na frente. Entendeu então é tanto que eu já tinha falado, eu não quero mais trabalhar com ONG. Eu falei, eu não quero mais trabalhar em ONG, eu eu eu eu eu estou totalmente vacinada, eu estou decepcionada, não é mais o que eu quero, porque a gente faz um trabalho assim, assim, assim, e o outro vem e tira e não não não valoriza. Eu até então antes de entrar no cê dê i, era essa a concepção que eu tinha. O cê dê i é ONG, né? E o cê dê i é ONG. Entendeu a minha mãe ainda falou, ah mas você não tinha falado que não queria, que não sei o que não sei que tem, só que assim, não adianta ficar fugindo do ci, é um círculo vicioso. Eu está eu acho que está está no meu sangue, é o que eu gosto de fazer, de está lidar com a comunidade, de ajudar uh ah a melhorar o problema da comunidade, de ajudar a resolver o problema. Melhorar cem por cento a gente sabe que não vai, mas a gente tem que ter uma contribuição.
E bom e o pai do seu menino? Se veem? Se
Agora sim. Eh agora Agora eles se veem assim, mas teve todo um um processo aí de de de ter que fazer, tipo de processar. Tive que passar pelo teste do dê ene á, que isso acho isso uma uma né uma uma falta de respeito tremenda, mas para não dar o que falar, eu acabei fazendo numa boa, foi tranquilo, e que ficou feio para ele, na verdade, né? E agora eles têm têm contato, porque ele mora próximo, então o fim de semana que eu estou trabalhando como babysitter, geralmente ele fica na casa do do do da vó, que é a mesma casa né do pai. O pai não se casou? O pai, se na verdade, é uma história bem assim engraçada, porque na época em que eu me relacionei com ele, ele já tinha uma namorada. Então, o que aconteceu? Nós ficamos grávidas praticamente na mesma época. Então, ele tem dois filhos praticamente da mesma idade. O Nicolas tem eh tem onze, ele faz no fim de julho, e o Kaique faz no dia quinze de agosto. Então, a diferença de dia trin dia vinte de agosto, a diferença é só de vinte dias aí, Então, a história é meio que engraçada. Então, ele ficou um tempo com ela... Depois, acho que ele não gostou da da da da da acho que da fase de casado, resolveu ficar sozinho. E agora ele tem uma outra pessoa né, ele mora com outra pessoa. Teve uma fase que a gente ainda estava meio que ah meio que se chegando junto, mas não não não dava eu cheguei à conclusão de que não dava certo mesmo. E agora ele tem outra pessoa, né? Mas assim, meu filho tem uma relação até boa com essa pessoa, né? Ele vai para lá, tudo. Acho que essa coisa assim meio que demora um pouquinho para se adaptar, né?
Deixa eu fazer uma... O nosso homem está dormindo. Eu queria saber quanto quanto tempo quanto tempo a gente tem ainda. Tá. Não, tudo bem. Também a gente já está chegando. Eu queria eh um pouquinho da reflexão tua sobre sobre o país. Em que país tudo isso foi e está sendo vivido? Ai
É uma pergunta meio difícil.
Que características chamam a atenção para você nesse país que você vive e onde tudo isso se passou? A migração, a chegada, ah enfim, todas as coisas que nós nós ouvimos aqui.
Então, eh acho que é uma coisa assim meio que eh complicado de colocar, porque essa história, assim a gente se a gente parar para refletir, não é ela não é única. Né? Acho que eu não sou a única pessoa que tem essa história de chegar e contar da questão da migração, a questão o que que eu conquistei o que que eu, né tudo toda essa luta. Na verdade, assim, eh Esse é o país que eu não não deixaria para morar em outro. É como eu expliquei. Eu queria muito, sim, experimentar outras coisas, mas eu já não queria morar em outro lugar. Até porque tudo que eu conquistei foi no meu país, onde eu nasci, onde eu eh... É uma questão de identidade mesmo. E, assim... É tudo, assim, muito... É difícil de explicar, porque eu não não sei, eu não consigo me ver. Eu ti eu não sei se eu tivesse nascido em outro lugar, em outro país, por exemplo, eu também iria ter uma história, com certeza, como outras pessoas têm. Mas eu não sei se seria a mesma, porque essa é uma história que é única, né? Então, assim, mas depois de tudo que eu vivi, né de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, assim eu tenho muito orgulho de ter me tornado a pessoa que eu que eu Né assim devido. Eu devo isso à minha mãe, pela força que que ela sempre está me dando né, meus irmãos também né, apesar agora da gente estar meio que distante uns dos outros, mas a gente está sempre se falando. Então eu devo muito isso à à minha família e à minha mãe. Tenho muito orgulho de ser o que eu sou hoje. E também devo isso ao meu país, porque, né afinal de contas, a gente a gente aprende com ah a conviver no lugar em que a gente está inserido.
Deixa eu perguntar outra coisa. Você voltou a Belmonte?
Não voltei, pretendo voltar agora em janeiro de dois mil e nove ou no carnaval, provavelmente, para poder ver. Claro que não está do mesmo jeito que era antes, mas né eu pretendo fazer eh esse esse passeio só para eu ver
Tem chegado alguém de lá?
Meu pai está sempre indo. Então ele vai, aí quando ele vai, ele vol ele ele ele retorna, ele conta como é que está, quem viu fulano, que ciclano morreu, que essas coisas todas. Quer dizer, ele está sempre passando para a gente.
Essa mas essa cidade é uma cidade ligada né, não é uma cidade perdida no mapa. Ela é uma cidade perto de...
Seguro de Porto Seguro, de Belmonte eh de eh Ilhéus, de Itabunas, Canavieiras, entendeu? É assim, mas é porque ela não está perdida, não. Eu sei que ela está ali.
Agora, deixa eu perguntar outra coisa. O seu Charles eh inspirou em você alguma curiosidade de saber sobre a África ou de se ver como, uma em alguma medida, uma descendente de de africanos que foram trazidos... Força. O menino, era menino que que ele tem? Era me eram meninas, são meninas. São meninas. Elas são eh... A mãe eh eh é negra, é branca, é branca então elas são... Como elas são? Elas são na verdade diferentes de você,
Não na verdade, elas são parecidas comigo. Então, ah que aconte eh aconteciam situações até das pessoas perguntarem se nós éramos irmãs, as três né, porque elas têm o mesmo tom de pele né tinham. A mais nova era mais clara, só que a mais velha ela tinha o mesmo tom de pele que que eu. Então, acabavam perguntando se éramos irmãs. Então, a gente a gente eu nunca tive esse essa dificuldade de de trabalhar com eles. Né não sofri nenhum tipo de preconceito em relação à questão da cor né com eles. Mas, assim, despertar, despertou, sim. Tive uma vontade imensa de de conhecer a África. Tive, não, eu tenho, né porque hoje eu tenho a vontade até de estudar História, mais precisamente para saber História, para trabalhar para a História da África, até porque eu queria contar sobre a África para as crianças. Essa questão de referência mesmo, contar a História. para para essas pessoas, para as crianças, para os adolescentes, isso mesmo. Mas despertou sim esse esse interesse, muito mesmo.
E vamos focar um pouquinho mais agora na questão educacional. Você a tua experiência indica que o sistema educacional no qual você trabalhou e pelo qual você passou também, de alguma maneira né, ele atende necessidades, seria pior sem ele, Ele está de está devendo muito?
É, acho que tem muito que melhorar. Acho que é assim, na na antigamente eu acho que era bem mais mais tranquilo essa questão da educação. Acho que os professores estavam mais comprometidos com com o trabalho deles, né porque hoje é uma minoria, a gente sabe que isso não vem de baixo, vem de cima, eh eh na questão da da delegacia de ensino, essa essa questão toda. Eu tenho até uma crítica assim em relação a isso, porque eu acho que os professores, eh em determinado momento, acabam tendo eh é uma sobrecarga de trabalho e eles estão muito assim estressados com o trabalho que desenvolvem né. Mas por que que você escolheu ser professor? A gente sabe que hoje em dia está tem a questão de do desres do desrespeito entre criança e entre educador e e criança e professor que Só que o que acontece? Eu acho que está falta um pouco de estímulo, né? Eu acho que o professor pensa nisso, ah, eu ganho mal, claro que seria a pessoa que teria que ganhar melhor, acho que seria a pessoa que teria que ganhar o melhor salário do mundo, porque faz parte da traje da daquela trajetória da vida do do ser humano, né? Então, eu acho que a gente, eh eh eh o professor, ele acaba, hoje em dia ele não está comprometido com a sua obrigação. Ele é obrigado porque ele estudou para isso. Se ele estudou para ser professor, ele tem que que estudar. E outra coisa é a questão também dos pais, que os pais acabam achando que a escola também é depósito, que chega e joga as crianças lá, não fazem a parte dele, a questão de participar de reunião pe de reunião de pais, de não educar o filho porque a escola ela só complementa a educação. E eu vejo isso porque eu estou sempre na escola. Meu filho, mesmo eu sendo professora educadora, meu filho dá trabalho na escola também. Então eu vou na escola porque eu quero saber como é que ele está. Teve momentos de eu de eu de eu ir para a sala de aula e sentar do lado na car do lado dele para poder ajudar. Entendeu então a gente percebe isso. Só que tem professoras que elas já estão assim eh aposentadas, aposentadas pelo Estado, mas estão dando aula na prefeitura. Então, elas não têm mais paciência, mais saco e vão todas emperequitadas para a escola como se fossem aquelas Hebe Camargos, a as madames, né? É uma crítica até, né? Para fazer e qualquer coisinha chama o pai. Eu acho que tem situações que dá para resolver dentro da própria sala de aula. São estratégias, né? Que eu que eu que eu quero dizer. Então, acho que, assim na verdade, hoje o ensino ele peca muito nisso. Tem muita professora nova que acabou de se se formar, que poderiam ser substituídas aí por essas tiazinhas que a gente fala né, que tem muita tiazinha, porque elas não têm paciência mais de estar dentro da sala de aula né e. E acho que assim eh eh cabe aos pais fazer a parte dele e o professor também fazer a sua. Mas assim, eu acho que vai falar, mas você está falando isso porque você também é educadora. Porque você não fica dentro da sala de aula com quarenta crianças. Poxa, eu já fiquei com sessenta. A estra eu tive eu tive estratégia para ficar o dia inteiro com sessenta crianças no núcleo. Com com todos sessenta de uma vez? Sessenta de uma vez. São estratégias. Criança quer desafio. Você tem que dar alguma coisa para eles fazerem. Se eles não têm, eles procuram. Entendeu então, eu penso dessa forma. Então, acho assim, o ensino eh eh aqui no Brasil é muito complicado uh. O governo fala, não, são dois professores por sala de aula. Como assim? A minha irmã é professora do Estado. Ela tem uma uma pessoa que fica na sala, mas é uma estagiária. A estagiária ela só está observando o trabalho, ela não está auxiliando a professora, que está com trinta e seis crianças de primeira série. E aí é complicado, porque o professor eh pega aqueles que estão interessados e acaba desestimulando aquele que não está interessado. Porque quem não está interessado, ela fala... Se eu der aula, eu recebo. Se eu não der, eu recebo do mesmo jeito. Então, é muito complicado. Quando a gente fala da do sistema de ensino, eh eu acho que ele poderia melhorar, sim. Acho que ele te poderia melhorar. Acho que dependendo da da da capacitação que as pessoas têm, que os educadores têm, que o professor tem. É que eu vejo uma diferença entre educador e professor. Muito grande. Uma diferença enorme, que o professor, ele o professor ele né ele ensina, e o educador, ele educa. Né então, a gente acaba levando isso para o resto da vida. Passa aquela pessoa né... Hoje eu tenho criança que não gosta de lembrar. Ah, nem me lembra daquela professora. Nem me lembre dessa professora. Então, eu acho que tem uma diferença de educador e professor. Porque o educador, ele se compromete. O professor, ele já faz a parte dele né. Fica de costas para para o aluno, passa a lição na lousa e acha que está bom. Primeiro que eu já não concordo com essa esse trabalho de ficar uma atrás do outro, que eu acho que o certo é trabalhar, ficar em círculo para que um veja o outro, né? Acho que eles tem mais segurança, né? Acho que eh eh eh transmite mais conhecimento. A gente acaba tendo aquela troca, assim, de de afeto, né? E quando um está atrás do outro, você está vendo só as costas e o professor que está de costas para você e o quadro negro. Mais nada.
Você tem alguma coisa para falar? Bom, para encerrar a nossa conversa, ou esta nossa conversa, porque talvez outras venham, eh e você está convidada também a entrar no site e atualizar a história. Isso é facultado a todas as pessoas que colocam a história. E tem gente que atualiza, assim anos e anos, vai voltando, vai atualizando. Mas eu queria saber eu queria que você dissesse qual é o seu sonho hoje?
Meu sonho. Nossa, são tantos, mas acho que eu posso colocar apenas né todos eles em um único só. Ter uma boa qualidade de vida. Poder dar dar para a minha família eh eh um bom suporte assim financeiro. Né? Eu sei que o dinheiro não é tudo, mas quando a gente está bem financeiramente, a gente consegue eh eh algumas coisas, né um patamar né eh. Uma boa qualidade de vida. Saúde, graças a Deus, a gente tem. Eu falo porque a minha mãe, a idade que ela tem, ela já passou por vários problemas, pela história que ela tem, pela carga assim que ela já já levou. Hoje, graças a Deus, ela é uma mulher muito forte então eh. Saúde a gente tem, mas assim quando a gente fala eh em qualidade de vida, não é na não é nem só questão de de saúde e de alimentação, coisa assim mas a qualidade de vida de poder ter um lo um local bom para morar, De de poder andar na rua sossegado, sem ter problema de que você vai ser assaltado, ou porque vai ter um tiroteio, coisa assim né e. E claro que o bairro que eu moro não é tão... Hoje não está... Até está mais tranquilo, em vista de outros tempos que já foi bem ruim né. Mas assim, eu falo que qualidade de vida é por conta disso. Ter uma boa alimentação, ter ter dinheiro para comprar o que você tem vontade, às vezes. Eu falo isso porque eu eu eu tive uma adolescência que eu não pude ter o que eu queria. Então, hoje, as coisas que eu tenho é para tentar suprir eh o que eu que eu não tive na adolescência. Às vezes, até sou até meio que uma uma consumidora meio que compulsiva até, né? Às vezes, eu tenho que me controlar, <laughs> me controlar. Mas, assim, eh é ter isso, entende? Então, e também, assim... uma boa qualidade de vida, ter um bom... que que tem que as escolas, é isso que eu acabei de falar, a questão do ensino, né? A questão do trabalho comunitário, que as comunidades estejam organizadas, cada uma com o seu jeitinho mais organizadas, né? Que as pessoas tenham objetivos na vida, né? E nunca deixem de sonhar.
Muito obrigado. De nada. Eu queria saber também o que que você achou de contar a sua história.
Não, eu eu fiquei um pouco apreensiva, né? Eu fiquei com um pouco de de de receio, falei, poxa, vou ter que contar, será que vai ser vou ter que detalhar muita coisa? Porque tem muitas coisas que a gente acaba não falando, porque é muito, eh a história é muito longa, né? E, assim, eu fiquei apreensiva, mas eu gostei muito de de contar e de saber que outras pessoas vão saber da minha história também, entendeu? Então, para mim foi